Boa tarde. Nós gostaríamos que a senhora dissesse o seu nome completo, local e data de nascimento.

E os avós maternos?

E os paternos?

Meu pai era comerciante, e ele tinha, eh ou como ou padeiro, né, dono de padaria. Aliás, nesse caso, panificador, se E a mãe? Minha mãe era professora, tinha uma educação razoável para a época, mas enquanto desde que eu a conheci foi apenas dona de casa.
E os avós da senhora?
Meu avô era fazendeiro, mas tinha sido muito jovem, mestre escola. E minha avó era dona de casa.
E a origem da do nome da família da senhora, qual que é?

Os outros sobrenomes, o o Crespo é família de origem portuguesa.
E a senhora tem irmãos?
Eu tenho um irmão. E... E a senhora nasceu aonde? Em Campos dos Goitacazes, quando se chamava simplesmente Campos. Campos.
E como é que era Campos naquela época?
na infância... Uma cidade pequena. Eu esti fiquei lá até os dezoito anos, até os, é, dezessete para dezoito anos. Nessa época, era uma cidade pequena, apesar de ser a segunda cidade do Estado.
E como é que, na na infância da senhora, como é que era ali o es o espaço, a rua, a casa? A senhora se lembra?
Claro que me lembro. A rua era muito simples. Nós morávamos no centro, havia um movimento, Muito grande de Nesse tempo não tinha não havia tantos caminhões Havia muito Era uma rua um pouco comercial Havia muitas carroças de burro né Eu me lembro Na rua onde Eu me criei aí não, onde eu fiquei até os dezoito anos né, onde meus pais moravam. E também esse lugar era um lugar em que a cultura a cultura brasileira de origem africana era muito muito presente, apesar de ser bastante desprezada na época. Uma coisa que marcou a minha infância foram a os blocos de carnaval. e também o preconceito racista que havia em torno deles. Quem apreciava mais os blocos antes do carnaval, naquele calor, aquele ritmo, aquela música, que eu hum hum não tenho sensibilidade a não me dirigir para a música, se me dirigisse, seria a música popular, uma coisa que me marcou muito, o ritmo né do batuque. Isso é o que eu posso dizer da minha terra. Lá, até hoje, a gente não vê essa brancura que vem em São Paulo. A raça negra ainda aparece com bastante força. porque é uma terra muito conhecida como de de de canaviais. Na época, o açúcar né era a base econômica do lugar. Então, houve muita escravidão e muitos descendentes de escravos.
E a casa da que a senhora morava
Era uma casa simples, mas bastante vasta né É grande, mas uma casa simples. de acordo com Tinha quintal, só que o quintal era muito pequeno. Um proje Um dos projetos que eu tenho, que eu parei, porque eu a gente não dá para fazer tudo né, eu eu devo retomar, é um projeto de memórias da infância. Então nesse ne eu é o contexto e ilustração. Eu comecei, mas depois parei. Comecei faz uns oito meses, mais ou menos. Eu vou retomar. Fala dessa casa, fala do quintal. porque a criança se relaciona muito com com o quintal, com a natureza, só que o lugar é um Poderia ter um jardim e tudo mais, o quintal era muito simples.
E as brincadeiras? Quais eram as brincadeiras naquela época? Ah
Isso também as pessoas me dizem, você deve descrever essas coisas, que tudo isso que passou né As brincadeiras eram muito importantes. À noite, às vezes, a gente brincava de roda. A rua não tinha quase movimento né, então a gente brincava de roda em naquela rua, naquele pedaço onde onde eu morava. Era brincadeira de roda, brincadeira também de pique né, de de correr. Todas as brincadeiras que o os estudantes de folclore des descrevem, eu conheci.
E e os vizinhos, o os os amigos, como é que eram nessa época? As outras famílias vizinhas?
A gente se relacionava com as famílias vizinhas, menos com uma família que era socialmente menos importante, que era vizinha da minha casa eh e era gente de muito valor, porque eles eram marceneiros, tinham um... como é que se diz... Tinham várias máquinas né , faziam um trabalho de torno, mas eram considerados socialmente menos importantes, então o relacionamento era menor. Eu me relacionava com as famílias que tinham mais ou menos o nível econômico da minha.
Entendi. E o cotidiano da casa da senhora, como é que era?
O cotidiano era dirigido pela minha mãe, que... Gostava de tudo muito, em ordem, ao contrário do meu pai, que não gostava das coisas tão em ordem. Ela, sendo professora, gostava de tocar piano antes de casar, de frequentar as festas. Era conhecida, minha mãe, como uma mulher muito bonita. Chegou quase a ser miss. Mas depois que casou, ela se dedicou inteiramente à casa. Tinha dua uma coisa que agora se considera um luxo, mas naquele tempo era tudo muito simples. Ela tinha duas empregadas, para uma vida simples e quase não não havia vida social na na família. Meu pai e minha mãe se relacionavam só com a família, não tinham amigos fora da família, mas tinham e uma vida muito simples, mas tinham uma cozinheira, uma copeira, uma lavadeira, E um encerador que encerava a casa, porque minha mãe achava que passar a cera na casa não era serviço de mulher, era muito pesado, serviço de homem. De vez em quando aparecia um senhor que passava a cera no chão.
Eh E a senhora iniciou seus estudos, como é que foi? Com qual idade? E onde que a senhora começou a estudar?
Eu comecei a estudar no Jardim da Infância, que era... bastante evoluído né para a época. Começava com os conceitos mais livres. A escola ficava no meio de um terreno enorme. A gente aprendia brincando. São recordações muito bonitas que eu tenho. Só que essa escola, sendo assim tão moderna, de vanguarda, vamos dizer, para a época, nos estamos estou falando na na década de Ela acabou, entrou em decadência. Daí eu peguei uma escola que era o contrário dessa era uma diz que uma escola muito rígida, que me deixou más recordações. Isso no primário.

do Estado e havia muita liberdade, inclusive para a época. Daí eu a eu fiz os sete anos do ginásio e clássico com muita alegria.
E essa época que a senhora frequentou frequentou a escola eh, essa primeira escola do jardim, como é que era? Era próximo da casa da senhora? Como é que a senhora ia até a escola?
Eu não me lembro bem. Não, uma empregada me levava. ela buscava. Não era próximo. Era meio longe, eh
E o que quais as lembranças que a senhora tem do ensino da época?
As lembranças variam. Dessa escola que era vanguarda, eu achei eu achava tudo maravilhoso. Aprender as letras, a professora tinha uma série de cartões, cada um com uma figura. Então, eu me lembro que a letra á era águia. Aparecia uma águia Agora, a escola primária... que era muito bem conceituada na época, porque preparava os alunos para o exame de admissão ao ao ginásio, era de uma rigidez terrível. As professoras, para mim, ficaram na minha recordação como bruxas. Isso porque eu, inclusive... Eu escrevi na na na nas memórias que eu estava fazendo que o a maior surpresa que eu tive foi que, quando eu eu fiz o exame de admissão e tirei o primeiro lugar, a professora me abraçou. Eu nunca imaginava que ela fosse capaz de abraçar alguém.
E desde esse estudo, dessa época, que a senhora até se recorda, até o á, que era de águia né, o que que a senhora acha que influenciou para a sua atividade profissional?
Sinceramente, nessa primeira escola, eu acredito que deve ter influenciado o contato com a natureza. Mas, de criança, eu só me lembro que eu gostava muito dos animais né, observava não só os animais assim tipo cão e gato, como os insetos né, todos os bichos. Eu me lembro do tempo em que eu nós passávamos os as férias na praia né, fazia parte do do do nível social meu, da minha família, Um calor horrível que faz lá, no todo mundo que podia um pouquinho mais passava as férias na praia. Então, eu via os os siris, o um outro bicho que tem uma uma uma pinça só, chamado goiamum. Isso, é nas minhas recordações, é bastante marcante. Mas não tem uma relação, não me consta, assim, uma relação com a escola.
E depois dessa... A a senhora fez o ãh... qual Qual o curso depois da... Do primário? segundo grau.
O segundo grau, eu eu na época não estava... eu gos Minha mãe gostava muito de desenhar e eu também gostava muito, mas não não havia nem a a opção de artes plásticas. Naquela época, uma moça, uma menina, podia apenas... ser professora. Aquelas As pioneiras que estudavam medicina ou direito eram pouquíssimas. Havia, mas não eram muitas. Então, eu gostava muito, eu tinha paixão pela leitura, eu tinha uma paixão pelo Monteiro Lobato. Eu li o Monteiro Lobato em inteiro, tudo que caía nas minhas mãos, eu lia. Então, eu fui fazer o curso de letras. Eu fiz um curso, que agora não existe mais, ah assim, composto desse jeito, que é de letras neolatinas. Aí eu fui estudar no Rio. Não havia na minha terra faculdade. Depois que eu terminei essa faculdade, é que no final eu fui desconfiando que aquela não era propriamente a minha vocação. Aí é que eu fui estudar Belas Artes.
E a adolescência da senhora foi aonde?
A adolescência foi em Campos.
Em Campos, como é que era a adolescência? Que qual que era a diversão? Como é que era assim o dia a dia, o final de
Não havia muita diversão. Não havia... Havia bailes, mas eu eu não frequentava os bailes porque meu pai era muito rígido e também porque eu comecei a namorar muito cedo. Com catorze, quinze anos, eu já tinha um namorado firme que acabou não se casando comigo. Então, ele não gostava de baile, meu pai não deixava, não não permitia, então foi... Foi sem sem grandes diversões.
E além do do baile, o que mais a a mocidade fazia naquela época?
Sinceramente, acho que não fazia mais nada, não. é... E esportes? Eu nunca fui chegada porque eu não era muito... Eu não nã hum é, eu não levava muito jeito. E quando a gente não leva muito jeito para uma coisa, a gente deixa de lado.

E sobre a moda, o que que a senhora lembra da da moda da época?
A moda da época era feita... não, A roupa pronta devia ser só de pessoas muito ricas. As pessoas de classe média, que nem eu pertencia, faziam nas costureiras. Havia uma revista de moda, a gente esco comprava o tecido, escolhia o modelo e levava à costureira. Era assim. E o
E como é que eram as roupas?
as roupas, só só desenhando. Houve uma diferença muito grande. Depois da Segunda Grande Guerra, houve uma revolução da moda francesa e começou houve uma a moda era a moda era mais simples, ela passou a ser mais elaborada, com mais saias, godês enormes. Isso é que eu me lembro. Eu me lembro da moda, mas para dizer assim é difícil.
A senhora gosta de desenhar, né? Se for para desenhar... É, é. dona... E o e o namoro, durou quanto tempo esse primeiro namoro?
Esse namoro durou bastante tempo, até até quase eu terminar a faculdade.
E depois a senhora se casou? Como que a senhora conheceu o seu marido?
Eu conheci o meu marido porque ele era ele estudava no Rio de Janeiro, ele estudava no Serviço Nacional de Teatro. E eu tinha uma amiga que gostava de... Estudava teatro. Naquele tempo, as meninas que eram do interior não moravam em apartamentos. Elas moravam em pensionato, em geral, pensionato de freira. Eu morei em vários pensionatos, uns três, acho que uns três, até que... Eu não me adaptei muito bem e meu pai alugou um quarto em casa de uma pessoa conhecida. Eu terminei o o noi o esse primeiro, eu cheguei a ficar noiva de Aliança no Dedo. Mas passou da é o passou da época de casar né, o o relacionamento foi... se esgarçando, vamos dizer assim. Então eu terminei o noivado e conheci o meu marido, meu futuro marido, que era de teatro, no Serviço Nacional de Teatro. E E por isso que eu vim morar em São Paulo, porque a família dele é daqui. Esse foi o meu primeiro marido.
Então a senhora terminou a faculdade, terminou o namoro, arrumou um namorado novo e veio morar em São Paulo?
Quando eu casei, eu vim morar em São Paulo.
Como é que foi essa mudança do Rio para cá?
Essa mudança... Não foi assim muito agradável, porque naquela época também havia um o o o comportamento das mulheres era muito rígido. é, Havia uma vigilância muito grande e e o culto da virgindade, tudo isso. E eu me casei grávida. Foi um negócio hum um tremendo de um escândalo.

E e aí a senhora teve seu primeiro filho. E e E quais as atividades que a senhora começou a desenvolver aqui em aqui em São Paulo?
depois de casada. Em São Paulo eu precisei, eu precisei trabalhar, porque nós casamos com praticamente sem dinheiro. Meu pai é que ajudou a sustentar. Eu consegui trabalho como professora, já fui professora em Santo André. Naquela época, a condição do professor ainda era pior do que hoje. A professora contratada, que era o meu caso, não concursada, ela não ganhava férias. Se ela adoecesse, ela não tinha assistência médica, é, quer dizer, não não não entra não não pegava uma licença para tratamento de saúde, não tinha garantia nenhuma. Quando eu tive o meu segundo filho, eu acabei perdendo o magistério.
E aí depois o segundo filho?
Eu tive três.
Três filhos. São o ãh o nome deles? A senhora pode falar?

Eles têm todos o sobrenome do pai, porque o pai era assim muito dominador, então deixou de lado o sobrenome da minha família e eu não reclamei. Hoje reclamaria, né? A gente vai mudando. muitas vezes para melhor. Eh

E depois a a senhora deixou de dar aula e como é que foi depois o a a as sequências das atividades, além da atividade como mãe? Não
Bom, eu deixei de dar aula, daí eu eu peguei Dava aula particular né, me virava um pouco. Nessa época, meu pai adoeceu e meu marido, que trabalhava no no no no Teatro do Sesc, aqui em São Paulo. Mas aí ele perdeu o trabalho, não me lembro porquê, e como meu pai tinha amputado uma perna, nós resolvemos ir para o interior para ele ajudar meu pai. Era para ele ajudar meu pai, mas também para a gente se ajudar né, porque a gente não tinha... meios suficientes para para viver. Então eu fui, voltei à minha terra, fui morar numa chácara que era do meu pai, e lá nasceu o meu último filho, o Bruno. Claro que meu pai melhorou um pouco, não se deu bem com o meu marido, e então o meu marido conseguiu um trabalho como professor de faculdade em Porto Alegre, como professor de teatro. Aí, nós mudamos para Porto Alegre. Em Porto Alegre, logo, logo, eu fiz um concurso interno para o Colégio Júlio de Castilhos, que era o melhor colégio, o colégio correspondente ao Caetano de Campos aqui. E fui professora lá durante muito tempo.
E como é que foi a adaptação lá em em Porto Alegre? Foi muito boa.
Até hoje, eu eu amo Porto Alegre. É Fiquei nove anos lá. E fiquei uma parte do tempo sozinha, com os três filhos, que o meu marido, depois, em sessenta e quatro, exatamente, ele conseguiu uma bolsa de estudos para a Polônia. E foi estudar, ficou parece que uns seis a sete, ficou uns sete anos lá. E me deixou com três filhos, a minha mãe viu, para eu cuidar.
E quando a senhora veio a São Paulo, a senhora morou aonde?
Eu morei na Rua dos Ingleses, eh antes morei na Praça Roosevelt, um apartamento. Esse apartamento, meu pai que pagava. Depois a a situação melhorou, acho que na Rua dos Ingleses, acho que a gente que pagava aluguel. Isso era anos? Isso aí, deixe-me ver, cinquenta e cinco

E sete, cinquenta e oito. E qual a lembrança que a senhora tem desse desse espaço da Rua dos Ingleses? Como é que era essa época, cidade de São Paulo?
Era muito bom, muito agradável. Não é porque era mais tipo interior. Eu me lembro que havia uma loja que tinha um telefone. Naquela época, a gente não tinha telefone. Não era todo o telefone como agora. Eu ia lá telefonar. Mas não deu não me relacionei com a vizinhança. Só o vizinho de pegado só. Acho que São Paulo já era bastante cosmopolita
E lá em Porto Alegre, todo o tempo que a senhora morou lá, a senhora deu aula?
Sim, a não ser quando eu fui caçada. Eu fui caçada como professora lá, por razões políticas. Aí eu parei de dar
A senhora quer contar para gente como é que foi?
Posso contar? Nessa época, foi uma época de grande efervescência política, foi na época em que o Jango Goulart, Dava uma de de pro fazer reforma social. Havia, em preparo, o que depois se tornou a ditadura militar. Então, eu, desde o tempo de faculdade, eu fui, relacio eu aos poucos, fui me rela me relacionando com a esquerda, apesar da minha o né formação católica. E, como professora, eu conver eh conversava com os alunos e eu não sabia que havia uma espionagem. Muito Depois, quando houve um processo, eu fiquei sabendo que havia uma espionagem no colégio e era questionado até o fato de eu mandar os alunos lerem Jorge Amado. Jorge Amado era proibido. Quando eu entrei na escola de de artes, eu eh eu eu entrei no movimento estudantil. Então, eu era, ao mesmo tempo, professora e aluna. eu acho que eu era meio louca. Eu participava das passeatas. Eu me lembro, inclusive, de uma vez que ficou bastante conhecida em Porto Alegre, que o povo saiu em passeata e se refugiou na catedral. E, como até naquela época eu já andava devagar, não sou uma pessoa de muita agilidade, eu acabei, na passeata, fui ficando para trás. E, quando eu olhei para trás, havia... Eu estava no rabo da passeata e eu via três três blocos de polícia atrás e o povo que tinha corrido para a para a catedral.

Eu entrei, fiquei na no na no adro né, na parte de fora da catedral, e eu vi um um um um a um rapaz, um menino, que podia ser meu aluno. Então, eu eu tive uma ideia para eu me sair daquela né, porque eu entrava na catedral, mas a polícia estava atrás. E se eu não entrava, aí eu vi que eles deram uma bofetada no menino. Aí eu fingi que era a mãe do menino, E falei, meu filho, vamos embora. E saí com o menino pela lateral. Me livrei do do dos milicos dessa dessa forma. Depois ele ele falou com um repórter né, porque naquele tempo ainda não não estava, depois o fechamen o fechamento político ocorreu depois. Mas nessa época ainda se contavam as coisas, que apareceu uma mulher que que disse que era mãe dele e saiu com ele.

A senhora dava aula do quê?

Ah, de
Dava aula, literatura, e, uhum, né no no colégio, científico e clássico.
E depois desse ocorrido, como é que a senhora continuou na participação?
hum, aí O que o que me ocorreu, eu não sei bem por que eu falei, é como eu era estudante e, ao mesmo tempo, professora, como estudante, eu participei de um de um congresso que ficou bastante conhecido, o Congresso de Ibiúna, que se deu aqui em sessenta e oito, se não me oitocentos estudantes foram presos, uns quantos que depois ficaram figuras conhecidas também foram presos nessa época. Então, ah sim, porque eu fui caçada. E eu fiquei uma semana em Ibiúna, depois voltei para Porto Alegre. Eu não era, eu era, não era importante, eu participava do movimento, mas não era não era aquela liderança né, porque as lideranças continuaram presas. Eles me soltaram e eu voltei. para casa né e voltei para dar aula, só que não me deixaram dar aula. Eu fique eu fui cassada. A partir daí, o colé o o colégio acabou me demitindo por razão política. Muito tempo depois, eu consegui anistia e me aposentei como professora lá de Porto Alegre. Sou aposentada até hoje.
E depois, o como é que se deu sequência na vida da senhora lá em Porto Alegre?
Bom, como eu perdi o emprego e havia uma perseguição política em torno de mim, uns meses depois eu fui novamente detida né, só não não não fiquei presa, porque foi quando o á i o á i cinco saiu em dezembro. E depois do á i as liberdades ficaram muito para baixo. Mas lá em Porto Alegre ainda não tinha chegado bem o á i cinco, então eu fui presa numa missa que fizeram sobre um estudante que que tinha morrido.

Então, houve manifestações pela morte desse estudante, inclusive uma missa. Na saída dessa missa, lá em Porto Alegre, eu fui presa novamente. Só que eu fui detida porque eu fiquei algumas horas e consegui voltar para casa. Inclusive, ameaçaram de... entrar em casa e ver se havia papéis subversivos, livros. Vocês não não conhecem isso, não passaram por isso. Foi uma época cheia de de perseguições. A minha sorte foi que a minha casa não foi... Eles não ah não entraram né, não não não não revistaram a minha casa. Se revistassem, iam achar muita coisa que ia me comprometer muito. Mas eu fiquei com dois processos. Eu fiquei com o processo de biúnia e com o processo dessa prisão. Então, depois de um de algum tempo, eu eu vim... Eu fugi para São Paulo. Deixei meus filhos com a minha mãe e fiquei aqui para recomeçar a minha vida.
Isso daí foi em que ano?
Isso foi

Isso aí, para mim, foi bastante desastroso, porque nessa época eu já tinha a vida artística lá, já fazia exposição, já conhecia as pessoas. E consegui equilibrar a minha vida, que eu é que sustentava a família e, ao mesmo tempo, sobrar um tempo para fazer a arte, que a arte hum dificilmente sustenta. Aqui em São Paulo, eu tive que deixar o trabalho artístico durante algum tempo e recomeçar profissionalmente a minha vida.
E aí a senhora voltou a São Paulo. E lá lá, quando a senhora começou com arte, como é que foi? Que que técnica que foi? Como é que foi essa introdução da senhora na...
Eu fiz um um curso que se chamava Regime Livre, porque eu trabalhava como professora, eu cuidava da família, não tinha tempo de fazer o curso completo. Eu nunca cheguei a me formar em arte né, pegar o canudo. Eu fazia só a parte prática. Era Eu eu estudei desenho e modelagem, escultura. Estudei quando, depois de dois anos de estudo, eu comecei co Eu tinha estudado no Rio, na Escola de Belas Artes, só que o es o foi foi durante pouco tempo e o estudo era muito tradicional, assim, muito acadêmico. Lá em Porto Alegre havia professores muito bons e uma abertura muito maior. Um ano, eh, um segundo ano eu já fiz a primeira exposição. E era o que me abriu caminho foi o desenho. Até hoje eu eu desenho bastante, eu adoro desenho. E
E a senhora lá fazia escultura também?
Escultura eu estudei, mas não não pratiquei, só estudei um pouco.
E depois a senhora veio a São Paulo e como é que foi esse retorno?
Foi bastante difícil. Foi bastante difícil porque eu tive que deixar o meu trabalho de arte. Eu Eu fui professora numa escola, depois eu deixei a escola porque estava sendo procurada como professora e consegui emprego numa editora como revisora. Como revisora, eu trabalhei vários anos na Companhia Editora Nacional, que ainda existe. Até que eu fui presa aqui em São Paulo em Daí acabou acabou a prisão mansa né, aí veio a prisão brava. Eu fui presa e torturada aqui. E não era por ser líder de alguma coisa, basicamente eles queriam nomes de pessoas que eu conhecia, nomes e endereços, só que eu não dei. Eu acabei hospitalizada, depois me soltaram e eu respondi a processo, mas não deu em nada.
E ah eh e esse trabalho de arte, quando a senhora veio para São Paulo, deu para desenvolver? Quando é que começou? Ah eu ah...
Eu desenvolvi sozinha né, mesmo no tempo em que eu era revisora, às vezes eu eu desenhava em casa, tentava participar de alguma coisa. Quando os meus filhos ficaram moços, eu não tinha tanta responsabilidade em cima deles, sobre eles né, começaram a trabalhar muito cedo. Aí eu deixei deixei de trabalhar fixa e passei a trabalhar como freelancer e voltei a me dedicar ao trabalho de arte. Mas só em oitenta em oitenta e sete que eu fiz a exposição individual. A primeira que eu fiz foi em oitenta e sete, então já vai um tempo grande desde que eu fui presa E ainda trabalhei até eu conti começar a fazer o trabalho de arte. E aí eu trabalhei como ilustradora nos jornais que eram jornais participativos né, os jor jornais contra o que havia aqui, a política, um jornal bastante conhecido, o jornal Movimento. Eu trabalhei muito tempo como ilustradora, principalmente. Até como revisora no Movimento eu trabalhei também.
E qual a técnica que a senhora começou a usar nesse seu trabalho artístico?
Era desenho, né? Eu gostava muito de gravura, mas nunca tinha condição, porque a gravura é uma técnica especial, então você não não pode chegar e fazer sozinha, tem que frequentar um curso, tem que aprender como se faz. E Eu estudei gravura em... Oitenta e quatro, mais ou menos, eu comecei. Em oitenta e sete, eu já expus gravura, lá no Sesc da Paulista. Foi o primeiro lugar onde eu expus aqui em São Paulo.
E depois, então, a senhora começou e se dedicou à arte?
Eu me dediquei à arte, só que até hoje eu tenho uma dificuldade para me colocar, porque eu não sou não sou popular, porque eu tenho uma formação cultural. nã e não a aceitei, não adaptei aos a uma certa colonização artística né, de tudo que vem de fora que é bom e tem que fazer os úl as últimas coisas, e eu me me filiei àqueles artistas que são inspirados no popular. Então, isso aí limita uma série de oportunidades.
E eu gostaria de fa que a senhora falasse um pouco ãh eh sobre essa preferência que a senhora tem pela arte popular, pela mulher, pelo movimento. Como é que foi despertando isso para a senhora?
Eu acho que se liga à minha biografia, que a minha biografia não é só de artista. Eu fui realmente militante política. E a gente achava que ia melhorar muitas coisas que, afinal, não melhoraram né. As coisas estão ruins até hoje, mas a gente se esforçava para se aproximar do povo e tentar melhorar. Então, uma coisa tem a ver com a outra.
eh A senhora, quando falou sobre o os negros lá no Rio... a questão do preconceito, eu lembrei um pouco das gravuras que a senhora mostrou, a senhora acha que teve uma uma interferência, essa essa questão da senhora gostar da da questão popular com que a senhora viveu na infância lá no Rio? Eh

com, hoje, a sua arte demonstrando isso. A mulher, o africano. Eu queria que a senhora eh hum explicasse melhor essa relação que a senhora faz, ãh se tem a ver com a infância.
Eu acho possível que tenha a ver, sim. Acredito que tenha a ver. agora É uma coisa muito forte. Quando criança, eu gostaria de ser... Eu achava eu gostaria de ser corista. Não sei se vocês sabem o que é corista. Corista é um um correspondente ah às moças que se exibem. Né não, a Naquele tempo havia o teatro de revista, as moças que dançavam e tudo mais. Só que eu desisti porque vi que não tinha as a habilitação para isso né, não tinha jeito para dançar. Eu gostava das coisas populares, de um modo geral.

Para aquela época, eu era um pouco subversiva. Depois fui chamada de subversiva na questão política. Acho que vocês não não num pegaram isso. O termo que se usava para... qualificar os esquerdistas de um modo geral, porque havia uma faixa muito grande né de vários tipos né vários várias tendências, era subversivo e E agora eu não sou mais subversiva, eu sou uma pessoa comum. Um dia desses, com essa idade que eu tenho agora, este ano, num ponto de ônibus, havia mais uma uma senhora não tão velha né, mais nova, conversando. Havia uma greve de estudantes. A certa altura eu falei, ah, eu apoio a greve. Aí ela disse, ah, então a senhora é subversiva. Eu fiquei tão feliz de ser chamada de subversiva com essa idade. Saudade, né? É, <laughs> porque a gente tudo aquilo que parecia tão estranho ficou normal, as coisas mudaram muito, então fiquei tomei como se fosse um elogio.

Eu gostaria que a senhora fizesse um comentário eh sobre essa bagagem que a senhora tem e hoje... como estamos né , como a senhora mesma falou nas, desde aquela época já sonhávamos em melhorar e até hoje está como é que está. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Isso é uma coisa muito difícil. eu a minha vida foi muito prejudicada, a minha vida profissional, pelas minhas opções políticas. Realmente sofreram prejuízo, mas eu não me arrependo do caminho que eu segui. E a gente agora vendo as coisas que estão acontecendo, a gente imagina que, ainda que eu considere que houve uma derrota em termos políticos, Muita gente acha que não foi, mas ficaram sementes muito boas que com certeza vão florescer novamente. Isso é o que eu penso. Não tenho assim uma visão negativa, apesar de tudo.
E há uma avaliação da senhora nesse momento político que nós estamos?

para o o poder. É isso que eu penso e
assim, eu queria eh saber eh hum, a a época que a senhora deu aula eh como como é que era essa questão da senhora ser política, ter tido problemas com isso, da relação em ser professora? A relação interna com com a instituição escola. Como é que se deu isso?
Com a instituição, escola, não houve, a houve problema. Tanto que eu fui caçada uhum no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, eu fui dar aula numa escola cujo diretor era muito liberal. Era uma escola na na na Vila Maria. Depois, eu não não dei aula mais. Com a instituição é isso. Agora, com os alunos, a gente tentava passar coisas positivas para os alunos, sabendo que havia um limite não se não se não era Era completamente impossível fazer uma propaganda política com aluno. Por muito menos eu fui espionada só porque mandei ler Jorge Amado.
Dona Marlene, e nos últimos anos, a sua vida profissional como artista plástica aqui em São Paulo? AÍ
Aí a coisa não ficou tão boa, porque eu não tive eu vim para cá, não estudei aqui em São Paulo, não tive uma formação aqui em São Paulo, e quando eu voltei a co trabalhar, houve um desnível. As coisas tinham mudado e eu não tinha, isso é uma coisa de da qual eu sofro até hoje, eu não tinha os relacionamentos. E, ao mesmo tempo, esses relacionamentos eu talvez não pudesse ter pela minha opção. Foi uma opção de vida completa. Então, aqui em São Paulo, a vida profissional de um artista é muito difícil, porque existem gue existem grupos. Existe o grupo da da USP, que é gente muito boa, mas eles são fechados. Existe o grupo das da da dos jardins, das galerias dos jardins, que muita gente boa, que eu considero muito, não participa porque não tem um relacionamento com pessoas de berço e pessoas ricas. Então, para mim, realmente tem sido muito difícil. Mas eu continuo.
E a e essa arte da Chilo, gravura, como foi que a senhora come o interesse por ela? Como que a senhora começou a desenvolver? essa técnica?
Olha eu a primeira vez que eu gostei disso, eu não fazia ainda. Eu fiz a ilustração de um jornal de esquerda em que havia um uma série de pequenos contos e, espontaneamente, eu fiz uma ilustração em preto e branco que ficava parecendo gravura, cordel. E a e eu sempre gostei. E no Rio Grande do Sul, quando eu ainda estava lá, eu tentei estudar. Cheguei a frequentar um curso, mas eu não tinha tempo, eu não tinha condição. Precisava um tempo para desenvolver. Fui aluna de de...

Mas eu num não tinha condição. Acho que eu acho que eu gostei sempre de gravura, não sei desde quando. Eu ouço as referências que eu tenho são essas.
E o bordado?
Olha, o bordado <laughs> é um mistério, mas se prende à minha origem, à minha terra. No tempo em que eu era criança, as mulheres se dedicavam muito a bordado. Uma coisa que me ficou muito marcante e que eu agora, às vezes, até tento reproduzir, era o pano de prato. Vocês imaginam que, de noite, não tinha televisão, não tinha quase uma vida social, quem tinha namorado, namorava no portão, as outras moças conversavam com com as amigas, as mulheres donas de casa, as domésticas, ouviam novela. Era a única coisa novela no rádio. Então, elas bordavam... O pano de prato que a gente compra pronto hoje era bordado caprichosamente. Era aquele pano de saco bordado com florzinhas, a o né essas coisas. Isso, para mim então, ficou muito marcante. Quando eu ainda era estudante de faculdade... Eu fui uma vez passar umas férias com os meus pais na Serra, em Nova Friburgo, que é uma cidade serrana lá do estado do Rio. E eu não sei por que cargas d'água, eu levei uns lencinhos e comecei a bordar os lencinhos espontaneamente. Mas passou muito tempo até eu fazer o bordado que eu faço hoje. Mas é claro que é a tradição das bordadeiras da minha terra. Apesar de que, quando eu era aluna do liceu e de faculdade, eu era modesta à parte do grupo dos intelectuais, gostava muito de ler e não dava muita atenção para esse trabalho que estava dentro de mim.
E hoje, como é que a senhora desenvolve esse trabalho de bordado? né e e o como é que a senhora comercializa? Como é que é?

Depois, eu expus em lu hum eu expus no Estação Vila Bar, que não é um lugar comercial. Eu ainda penso em fazer um projeto para pegar algum lugar em que eu possa mostrar o bordado. Uma das opções, a opção mais mais ambiciosa, eu até comecei uns contatos, é expor no metrô.
Na estação Sé?
Qualquer estação. Eu ah eu vou ver se se faço um projeto, que eu acabei participando de uma exposição da cê pê tê eme, que não é uma coisa que dá currículo, mas é uma coisa que tem a ver com a min com a minha biografia, vamos dizer assim.

Olha, que me lembre, seria sobre a minha parte de saúde, que é a homeopatia.
Fique à vontade, pode falar. E eu queria
falar de um modo positivo, porque, apesar de ter problemas de saúde, com a idade que eu tenho, vocês estão vendo que eu estou inteira trabalhando. Então, eu posso dizer que, em parte, pelo menos, eu devo isso ao tratamento de homeopatia que eu faço há muitos anos. Eu fiz a homeopatia unicista, depois eu passei para a pluricista e faço até hoje.

Faço botos que a homeopatia progrida. Inclusive, há existe uma uma tradição na minha família. O irmão da minha mãe, que era médico, eu fiquei sabendo que quando estudou, isso deixa-me ver quando ele estudou, eu por volta dos anos trinta, vinte, sei lá, na noite dos tempos, ele quis ser homeopata, mas aí ele precisava ganhar a vida e a homeopata quase ninguém queria, ele deixou a homeopatia.
E quais as principais lições que a senhora tirou da sua trajetória de vida? Hum, ah
é uma pergunta, parece a pergunta do Jô Soares <laughs> Jô Soares, não, do... aquele... Do Abujam. Ah, Abujamra... O Jô Soares não. O Jô Soares eu não estou te elogiando. Do Abujamra, do... Um programa que tem, eu sei, eu sei, de entrevista. Eu queria, falei em Jô Soares, mas é o Abujamra. Parece a pergunta do Abujamra. Olha, eu sou muito grata a tudo que a vida me deu. E gostaria de passar a a experiência de ter lutado né contra coisas negativas, situações negativas e continuado de pé.
E como que a senhora se sente de dessa oportunidade de ter dado esse depoimento, que também é uma oportunidade nossa de poder ouvi-la né?
Eu fico muito contente, é a primeira vez que isso me acontece. é, estou muito contente, realmente. Também ah da da das coisas boas que têm me acontecido, faz parte. Vou colocar dentro do do saco né do, da ou da da cesta, da, uhum, das coisas boas. Saco, acho que para as coisas ruins.

Não Então, em nome do Museu da Pessoa, nós agradecemos muito essa su esse seu rico depoimento.
Muito obrigada. Eu que agradeço a atenção de vocês.